de setembro de dois mil e Realização Instituto Museu da Pessoa ponto net Entrevista número pê-cê-eme-á-agá-vê cinquenta e um. Para você falar, né? O seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.
nascida três do doze de
É, vamos começar falando dos seus pais, então, né? Aqueles que vieram antes de você. Você sabe como eles se conheceram, por exemplo?
Ah, se conheceram, estavam assim num, num restaurante, num local assim, se conheceram. Mas não sei, não.
O quê que seu pai, qual era o nome completo do seu pai e o que ele fazia?
ele era vendedor.
E a sua mãe?
ela era auxiliar de dentista, depois ela foi ser diarista.
Então, você diz que eles se conheceram? E daí você tem irmãos?
Tenho um irmão que parte de mãe, que é, e tenho mais três. Precisa dizer o nome? Eu só conheço... Eu sei mais por... Assim, E eu conheço os outros só por apelido, geralmente, mas assim. No caso seria, e. São três homens.
Esses por parte de pai?

E aquele seu irmão, por parte de mãe?
É.

E daí em que bairro você nasceu, de?

Onde fica lá, você consegue dizer?
ele fica no centro da cidade. Mais no centro.
E você nasceu, como é que era nascer na sua infância? O quê que você fazia lá perto?
De lá a gente passou, veio morar no. No eu fazia o quê? Estuda, eu estudei no colégio... Acho que eu estou nervosa. <laughs> No colégio...
Como é que fala para mim, como é que era a primeira lembrança que você tem da casa em que você viveu? A mais, a mais antiga.
Ah, um pé de...omo é que era a sua casa? Um pé de araçazeiro. Tinha um pé de araçazeiro. Que eu vivia praticamente lá em cima, vinte e quatro horas. Tinha, assim, um quintal legalzinho, meio grandinho. Só, e eu ficava assim.
Como é que é um pé de araçazeiro...
O que é um pé de araçazeiro? Não sei, acho que vocês chamam aqui em São, em São Paulo de goiaba. Goiaba, sim. Araçá, goiaba.
E você fazia o que nesse pé de araçazeiro?
Eu subia para pegar colher os araçás, isso que era da minha casa, o pé.
Então era uma casa grande? Não.omo é que você pode escrever para mim a casa?
Não, era uma casa com um quarto, uma sala, banheiro, tinha um, um quintal e o pé de araçazeiro ficava assim na frente.
Frente do quintal. E de que cor que era a casa?

E quem morava nela?
Eu, meu irmão, minha avó e minha mãe. Na verdade, a vida toda foi nós quatro que moramos juntos.
E sua avó, qual o nome da sua avó?

E que lembrança você tem do, do seu pai? Seu pai não morou com você?

Morou comigo até os dois, três anos, mas sempre foi me visitar. Final de se, finais de semana ele ia me visitar.
E a sua avó, sua avó o que fazia quando, quando você era pequena?
Ela cuidava da gente. Enquanto minha mãe ia trabalhar, ela ficava comigo e com meu irmão.
E que brincadeiras você brincava?
Muito pequena eu não lembro, mas eu lembro que eu ficava assim, brincando com meus amigos, na casa deles, eles na minha. Essas coisas assim.
Eles moravam longe?
Não, perto da minha casa. Amigos perto
Como é que você ia até lá?
Normal, eu saia para rua e ia. Eu morava assim numa avenida, subia e ia para casa do outro, casa dos meus amigos.
Você brincava na rua?

Ah, de boneca, de... Algumas vezes de gude.
Brincadeiras.omo é, como é que era?

Brincadeira?
Sabe o que é gude? Você num... É umas bolinhas pequenas, na verdade é brincadeira de menino. Brincava de corda, de bambolê.
Conta mais da sua avó, então.

Ela foi quem cri, quem praticamente ficou comigo e com o meu irmão, que criou a gente, enquanto minha mãe trabalhava. Ela, hoje em dia, tem oitenta e dois Também sou de família evangélica, ela é evangélica também, da Batista. Ela criou sempre a gente assim... Sempre bem. Sempre, eh, fez o papel de mãe enquanto minha mãe não estava presente.
Sua mãe trabalhava fora, né?
Trabalhava, sim.
O que mais que Como, por que sua vó fez o pape, papel de mãe? O que ela fazia? Cozinhava?
Cozinhava, fazia tudo. Cozinhava, lavava, passava, ensinava, né? Dava conselho. Quem fazia tudo era ela, para mim. Ela fazia o papel totalmente de mãe enquanto minha mãe não estava em casa.
Sua vó contava algumas histórias assim também?
Não, geralmente falava mais da Bíblia. Se falasse alguma história, era mais da Bíblia.
Que histórias que ela falava da Bíblia? Você lembra de alguma?
Ah, não. Ah Falar, não é uma história da Bíblia, é mais... Ela apoiando a gente para crescer nesse meio, para crescer cristã, sair do mundo, que o mundo não é legal, essas coisas assim.
O que mais? Que lugares... Você estava aí bem pequenininha, você está falando, né? Crescendo um pouco mais
Eu morei muito tempo nã, eu morei muito tempo no, acho que morei uns doze anos lá.
Quando você foi para o?
Eu era pequena, foi bem com os três, quatro anos que eu fui para lá. Aí, logo depois que eu nasci. Eu fui para o, depois eu fui morar no. Quando eu fui morar no, eu já tinha

São lugares longes um do outro?
Não, perto.erto?erto.
Bem perto.ão conheço. é pertinho do, do centro?

é longe. É bem longe. Aí do para é perto. Dá mais ou menos quinze minutos.
Vinte. era sempre em casa que você morou?
Sempre morei em casa.
Como é que era a casa do?
Do, eu falei.
Eh, era essa, né? Essa amarela. Quando você se mudou, você tinha, para o, você tinha?
Mais ou menos treze anos
Doze. como é que foi essa mudança, você lembra?
E como assim?
Foi sua avó, sua mãe, seu irmão também.oi nós quatro.
Nós quatro, sempre moramos juntos. Eu só me separei quando eu vim para cá. Quando eu cheguei no, que eu, aí eu reto, coisei minha vida, que eu mudei. Com quinze anos eu conheci meu marido, namoramos, aí eu tenho uma filha de três anos, que é a. Aí, depois de eu ter engravidado dela, a gente comprou nessa casa, que foi na frente, na mesmo, em frente da casa da minha mãe. Aí minha casa era, minha casa era um, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. E foi lá que eu tive ela. A maternidade, a maternidade que eu tive ela foi. Precisa mais? Falar mais coisas?
Você quer, você quer parar um pouquinho?
Não, precisa falar assim.
Não?ão, eu vou fazer só... Como é que você conheceu teu namorado?
Eu conheci na casa da minha tia. Eh Ele trabalhava próximo a lá e a gente se conheceu. Nos conhecemos, namoramos, na porta.
Mas como é que era o dia, o dia que vocês se conheceram?

Você lembra da situação toda?embro. Foi numa festa?
Não, minha tia mo vendia... Tinha um ponto em frente à casa dela, que ela vendia pastéis. Aí, nós nos conhecemos lá, aí ele foi me buscar na escola, ficamos, nos conversamos e começamos a namorar. Foi bem rápido. Depois de uma semana, quinze dias, nós estávamos namorando na porta.
Na porta de onde?
Na minha casa.
Na sua casa?
Isso. Já conhecia a família dele, ele já conhecia a minha.
E a escola? Vamos para a escola.

Ah, tá, pode falar.u estou tentando lembrar o nome do colégio. Eh... É Colégio Estadual. Foi o que eu fiz do pré até oitava série. Aí depois eu passei para o Colégio, que fica na, que é bem próximo. É entre o e o. Eu fiz lá do primeiro ao terceiro ano.
E você lembra do primeiro dia que você entrou na escola? Como é que foi?
No qual?
Na primeira escola.
Primeira escola?

Minha mãe me deixou lá. Eu lembro que eu chorei muito, mas ela foi embora. <laughs>

Você lembra que você chorou muito nesse primeiro dia?embro.

E você lembra das aulas que você tinha lá? Aulas de, de quê que eram? Como é que eram? As primeiras que você teve?
As primeiras aulas eu não lembro, não. Eu lembro que era bem pintura, né? Muita pintura. Mas, assim, eu não recordo dos professores, não.
E depois, como é que era?

Você gostou de, de fazer escola? Como é que você gostava de fazer escola?
Gostava da escola de lá. Eu fiquei lá. Por isso que eu, eu concluí a minha, minha oitava série lá, porque eu gostava da escola. Era bem pertinho da minha casa. Eu ia com meu irmão, que ele estudava, sempre estudou no mesmo colégio que eu.ocês iam juntos?
Era pertinho também, então
né?ra pertinho.

Ia a pé, era Era no mesmo. Quando eu morava no, eu estudei no, no colégio do. Quando eu fui para o, eu estudei no colégio do.
E daí mais ou menos assim que você falou que você tinha uns dez, treze, assim, nessa idade, o quê que você fazia além de ir para a escola?
Com treze anos eu acho que eu não come, não tinha feito cursos, não, mas chegou uma certa época que eu me dedi, procurei trabalho e não encontrei. Quinze anos, dezesseis anos aí eu optei por fazer cursos. Fiz cursos de informática, de cozinha, fiz curso de telemarketing.
Isso tudo lá perto também?
Tudo lá perto, tudo.
E qual que você mais gostou?

O quê que você aprendeu a cozinhar nesse curso?
O que eu aprendi a cozinhar? Acarajé, abará, eh, estrogonofe.
Nossa, que legal. Você não quer contar para gente, assim, como, a receita de uma dessas coisas? Você lembra de alguma?
Eu lembro mais ou menos. Tipo assim Do estrogonofe é fácil, mas no caso do, do acarajé, que daqui, vocês não sabem fazer, não conhecem, o paulistano não conhece, ele é feito com feijão, feijão fradinho, fradinho, temperos comuns, ele é moído, aí faz aquela massa, E depois ah, eh, frita no azeite de dendê. Ele é frito no azeite de dendê. Depois de frito, quando vai servir, ele é com, vai com o vatapá, com caruru, com a pimenta e com salada.
E daí serve?

Serve. <laughs> daí você cozinhava bastante, então?

Nessa época já?

O que mais você gostava de comer também?
De comer?
Qual que era a sua comida favorita?
Eu gosto de lasanha.

Lasanha.ntão tá, a gente estava falando que você estava fazendo uns cursos, né? Isso.essa idade, né?

A partir de quinze anos, dezesseis, eu comecei a fazer cursos.
E você fez esses vários cursos, e daí então você ia da escola para esses cursos, era mais ou menos assim sua rotina?ais ou menos...
assim, é. Era, no caso, eu sempre estudei pela manhã, colégio pela manhã e curso à tarde.
E essa aí, e para se divertir à noite, assim, você vai fazer alguma coisa?ão,
Não, eu não saía muito, só depois que... Eu saía mais com o meu namorado, depois que eu, que eu, que eu conheci ele, saíamos juntos para festa, para show, muito lá, muito show no parque de exposição.
Ah, como é que era isso?
Como era isso?

O quê que era o show dos parques de exposição?
As bandas. Saía as bandas daqui, no caso, shows do mundo, né? Não é eram shows evangélicos. Sai os grupos que saem daqui de São Paulo, tipo Belo, Exalta Samba. Aí quando tinha esse show assim, geralmente a gente ia para o show. Barzinho, restaurante, pizzaria. <laughs>
E qual que você, você gostava desse? Show você ia com ele, né? Ia com ele. Ia mais alguém? Umas amigas assim também?

E o quê que vocês comiam nesse show? Como é que era esse show? Digo, como é que era a situação? Era num lugar fechado?
Era lugar fechado. Comprava ingresso antes e íamos para lá, né? Daí, comida que tinha era o quê? Eram bebidas, guaraná, cerveja, lanches, tipo, salgados, assim, eh, hambúrguer, misto, assim, mais churrasco, mais essas coisas que vendiam no show.
E o quê que você gostava de passear pela cidade? Você gostava de passear pela cidade? Ãh, pela cidade de Salvador, você passeava muito assim?

Um dos pontos turísticos de lá é o Pelourinho. É o mais conhecido, né? Então, lá onde tem o Olodum. Conhece o Olodum? O Olodum. Aí no tem o Ileiaê. Era mais no Pelourinho, Praça da Sé. É mais ou menos assim, mais conhecido aí
Mas passeava lá por lá, né? É.assava a tarde, assim?
Tarde, noite. <laughs> E fim de semana?
O que você fazia no fim de semana?
Geralmente shows, era final de semana, mas se eu não ficasse em casa, passeava por esses local também. Tinha muito show do Olodum, final de semana. Acho que numa, nas quartas-feiras também tinha muito show no Pelourinho. Então já era no Pelourinho, no centro histórico. Aí tinha muitas coisas assim.
E os feriados? Tinha um feriado que você gostava mais, assim? Desses feriados, assim?
Tinha um... Era o sete de setembro, né? Que lá é sete de setembro. Era legal, né? Que é
O quê que se fazia lá no sete de setembro?
Aí sai essas caboclas, essas coisas assim. Eh... Aí sai um, um grupo de gente, né? Tem o carnaval também.
Como é que é o carnaval?omo é o carnaval?

Os cantores em cima dos trio elétricos. E tem a parte de corda. Quem é corda é quem paga e vai... Tem uma certa roupa. para ir, a fantasia para ir, é um, é geralmente um short, uma blusinha com o nome da banda, do trio. E tem as pipocas, né? Que vai de fora. Você não conhece pipoca? É quem não paga. E quem paga vai de cordão. Quem não paga vai fora da corda. Aí vai no, dos lados, mais dos lados. Mas é legal para todo mundo. Aí tem os trios independentes que Margareth Menezes criou, um trio independente, ela Tem.

Você lembra de alguma música, assim, de carnaval que você gostou muito?
Precisa cantar?
Não, só se você lembrar, se quiser.
Não, precisa cantar? Não, porque no, hoje em dia eu sou evangélica. Eu gostava. <laughs> não pode cantar? Não, eu não posso curtir o que é do mundo. Eu curto o que é mais da igreja. Mas tinha, na verdade, antes eu gostava muito da Eu era fã da ban, da, do grupo, eh, Harmonia do Samba, que o vocalista era Xande.
Aquele famoso?
Sim, Xande. É o marido de Carla Perez?
É esse, né?
isso.h. Eu era fã dele. Onde ele ia, eu estava atrás. Onde ele ia, eu estava atrás.
E outro feriado? Daí, você falou que sete de setembro e... Vocês faziam o que lá no sete de setembro? Era desfile também?,
Era desfile.
Ah, legal.
É mais calmo.
Outra coisa que es, que eu lembrei também. Você ia, você ia muito para o mar?
Ah, para a praia?

O lugar que eu mais gosto de ir era a praia.
Até hoje?
Hoje não, nunca fui, não conheço as praias daqui.
Mas de lá?
De lá sim, de lá eu ia para todas. Tinha uma praia que ficava... Perto de mim, meia hora andando, dava até eu ir. <laughs> Tem uma praia lá que é a Boa Viagem. Dava para ir tranquilo.
Que que, que que, como é que era essa praia? Você consegue descrever para mim? O que é praia? Como é a praia lá? A de Boa Viagem. O quê que ela tinha de diferente das outras, você acha?
Nada, não são diferentes praias de lá, não. Geralmente tem barracas que vendem cervejas. Vende caranguejo, acarajé, essas coisas assim. São mesas de quatro cadeiras. Aí tem um sombreiro grande. E só, não tem nada assim de diferente. São parecidas todas as praias. E são limpas, né? Daqui eu soube que é suja, né? Meio assim, né? A água é bem cristalina. Dá para você ver assim o outro lado. A daqui eu não conheço, mas disseram que não é parecida. Não tive tempo ainda de conhecer a praia daqui.
Algumas, né?
Me disseram, né? Eu não conheço. Me disseram que quando eu for eu vou sentir essa diferença.
E o quê que você gostava de fazer lá na praia?h...
Tomar banho de mar.
Tem mais alguma praia que você ia também?

Tem um monte de praia.

O que mais tem na Bahia é praia. <laughs> Praia e festa.

Que, que outra coisa você gostava da cidade? A gente falou das festas, né? Das, dos lugares da cidade que você falou que eram, que são turísticos, né?sso.s praias, ih... E tem mais alguma coisa que eu não lembrei que você acha que é muito bacana?
Não lembro, que eu recorde agora, não.
Então vamos voltar lá para a sua história. Você estava com quinze e começou a

Com quanto você começou a namorar mesmo?uinze.

Quinze, né? Vocês se conheceram e ele era da sua mesma turma da escola?

Não, ele, eu conheci ele, ele estava trabalhando. Ah.le é mecânico. Aí nos conhecemos lá embaixo mesmo, onde minha tia mora. Aí começamos a namorar, com o sentimento dos, da, do, dos
Só para perguntar, você, você tinha alguma matéria que você gostava muito na escola? Uma coisa que você mais gostava da escola? Você preferia alguma?
Não. Tinha a que eu não gostava, eu detestava química. Nenhuma eu gostava, mas a que eu detestava era química. <laughs> Mas sempre estudei.
Você era boa aluna?
Mais ou menos. Me esforçava quando chegava dia de fazer prova.
E daí vocês, vocês começaram a namorar e depois você veio para cá?
Não, só tenho sete meses aqui. Eu tive minha filha lá.
Você teve filha lá, né? Ah, tá.
Minha filha foi, nasceu lá. A gente veio para cá, foi em abril. Ele veio antes, depois de dez dias eu vim. Por causa do trabalho.
Viemos para cá. daí, lá você já tinha uma casa, né?
Já tínhamos uma casa aí vendemos a de lá para comprar a de cá.
Você já trabalhava quando morava lá ainda?
Não, eu trabalhei antes de fiscal de loja, trabalhei pouquíssimo tempo. E manicure, eu trabalhava assim, fazia para mim mesmo e trabalhei também pouco tempo, assim, em um salão.
Quando que você começou? Qual foi o seu primeiro emprego? Quando você começou a trabalhar lá? Você lembra?
Lá?. Sem carteira assinada mesmo?
Ah, é, claro.
Manicure, eu sempre fiz unha. Fazia unha, assim, de algumas pessoas. Não muita, mas fazia.
Onde que você fazia?
Na casa dos ou, das pessoas.
E depois? Foi, você falou que foi fiscal de loja.
Fui fiscal de loja, mas foi pouco tempo, um mês mais ou menos. Porque eu não tinha... Era muito corrido, não tinha muito tempo para fazer. Não deu, eu não gostei.
E depois que Depois como?epois de fiscal você falou também? Não fiz nada. Outra coisa, né?epois você veio para cá?
Não, eu continuei procurando trabalho, trabalho lá, eu procurei trabalho do meu primeiro ano até o meu terceiro ano. Registrado, fiquei três anos procurando emprego. Desde quando eu entrei no, no primeiro ano do segundo grau eu comecei a procurar emprego. Aí não encontrei, terminei, me formei e não encontrei. Eu sou, no caso, sou formada o quê? Fazem três anos que eu sou formada. Me formei com dezoito anos. Aí eu encontrei, aí os irmãos do meu marido vieram para cá e mandou ele vir também, que é mais fácil de encontrar. Aí a gente chegou e encontrou rápido também.
Você encontrou rápido também?
Encontrei, porque eu cheguei aqui, fiz o curso no Instituto. Sabe também onde é? Não conhece, não? Onde que é? É no bairro do.

Ele dá oportunidade a jovens que moram no... em, eu me esqueci como é que chama aquilo, em favelas também, dá oportunidade às pessoas que precisam. Aí ele é gratuito e ele, den, quando termina o curso, que é de cinco meses, ele dá direito a estágio. O curso são dois meses, três meses de curso e dois de estágio. Aí tem pessoas que depois do estágio são contratadas e no meu caso eu fui contratada, mas não precisei nem fazer estágio. Agora dia dezesseis é a formatura do curso. Não sei a hora. Não sei a hora ainda.
Não, nem precisa de, dar todos os dados. Não se preocupe. São as coisas que você, né? É, porque eu não sei... gostaria de
verdade, eu não peguei nem o convite ainda. <laughs>
E aí, o quê que você achou de São Paulo quando você chegou?
Ah, a princípio, eu, eu gosto, eu gosto daqui. É legal. O problema, o meu problema daqui é mais que eu estou acostumada a calor, né? E tem dia que o tempo daqui... dá uma mudada muito rápida. Às vezes eu estou na rua e eu estou sem, sem blusa de frio, assim, essas coisas e só nisso. Mas eu gosto daqui. Eu vim atrás de trabalho e consegui. Eu gosto muito daqui. Aqui eh, é só... É grande, né? Mas eu já me habituei aqui.
Mas você, você não, assim, não achou nada... Qual é a maior diferença? Acha que eh, é do, do tempo mesmo?
Do tempo e aqui porque é ma, é grande, né?
Você sente falta de praia também aqui?
Sinto falta de praia. <laughs>

E o problema daqui é... Com o tempo, né? Que eu... Tem coisas que eu falo diferente daqui, às vezes a pessoa não... Não entende bem o que eu
quero.ma história, por exemplo, de um, de uma pessoa que não entendeu alguma coisa que você estava falando. Por exemplo, você lembra de alguma
mas é muito horrível. <laughs> Deixa eu contar uma, uma ve... Eh, lá em Salvador, vou contar do ô, do ônibus. A gente pega o ônibus pela frente. Não, pelo fundo. E é que pega pela frente. Então o ônibus passou e eu chamei. Aí eu corri para o fundo. Aí está os outros me gritando. Disse, oi, entra pela frente. Eu digo, é? Ah, obrigada. E também que lá os ônibus é por nome só. Aqui é o nome do, do local e o número do ônibus, né? Que ele chega até... E lá não. Você pega o ônibus só tem o lugar, já é certo. Aqui eu tive dificuldade nisso. Mas também já aprendi.
Outra coisa, não sei que diferença você vê lá, assim, na...ipo.a paisagem.
Na paisagem? É.qui tem muita árvore, assim, né? Lá acho que não tem tanto como aqui.

Outra coisa que falam diferente é que aqui vocês chamam blusa de frio, né? Lá chama de capote. É, tem umas coisas diferentes.
Ah, a gente estava falando da, da goiaba, né? Que é outra coisa..
É, goiaba. Porque aqui vocês chamam de goiaba, né? E lá se chama de araçá. Porque, na verdade, araçá é uma frutinha menor. Ela é menorzinha. Mais ah, azedinha, amar, amargazinha.
E de comida? Sente falta de alguma comida, assim?

Acarajé.

Mais o acarajé mesmo?
Só do acarajé. De resto, você acha que tá... É, de resto, eu sei fazer.

Mas você não faz mais acarajé?
Não, eu não sei fazer acarajé, perfeitamente não.
E desde que você veio, você pensa em voltar para visitar? Você já voltou alguma vez? Não.inda não, né?

Eu não tive a oportunidade, mas na minha primeira folga eu vou voltar para ver minha mãe. Porque, na verdade, fomos criados nós, sempre nós quatro, né? Então faz muita falta.
E a, e o teu irmão, como é que ele está? Ele ficou lá?
Ficou lá, foi. Morando com minha mãe e com minha avó.
Quantos anos ele tem?le tem
vinte e quatro
Ele é mais velho.
Mais velho que eu.h.
E o quê que ele faz lá?
Sabe? O que ele...le está traba, Ele trabalha... Eu não sei no que ele está trabalhando agora. Mas ele se formou agora em professor de história.

E a sua filha?

Quantos anos ela tem já?

Como é que está a sua rotina aqui, em São Paulo?
Minha rotina aqui é... Eu vou trabalhar de manhã. Tem dias que eu saio e meia. Tem dias que eu saio mais tarde. Hoje eu saio onze, onze horas da noite. Quando eu chego cedo, eu pego ela na creche. Quando eu não chego, o pai pega.

Tem um, não tem muito tempo. Saio daí para casa, já
Muito, muito pouco tempo.
Pouco tempo. Quando eu não vou para casa, eu vou para a igreja e depois para casa. Não tenho tempo para ir para outros locais. Não conheci a cidade ainda.
E aí você conheceu esse, esse bairro aqui também, né?
Você veio... É, eu conheci aqui porque eu, eu tinha que trabalhar e eu vim. E eu também nem conheço
como é que você conheceu, eh, essa, o café lá que você está trabalhando?
Através do curso. O curso que eu me indicou para lá.h. Aí eu fiz entrevistas, fui, eh, passei e fiquei.
E o quê que você achou do café?
Ah, eu gosto. É bem legal.
O quê que você faz lá mesmo?
Sou garçonete.
Você estava contando. Acho que é legal a gente contar também para ficar gravado. O quê que, o quê que tem nesse café? Você falou que tem as paredes. Falou um monte de coisa desse café.
Como é que...h, o café... Ele é, o nome do restaurante é. Ele tem, sai comidas, entradinhas, salgados... Doces, tem... Os cafés tem orgânicos e tem naturais. Normais, quer dizer.
E das pessoas lá que frequentam o café, o quê que você está achando? Está gostando de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
Estou gostando, sim. As pessoas que vão são legais.
O que mais elas pedem lá no café?

Vai mais para almoçar. A hora de pico é mais no almoço. É mais corrido.
O quê que servem de almoço?
Tem lasanha, tem... <laughs> Lasanha... Tem... Saladas... Esqueci, sabe? Você quer tomar um pouco de água? Se tiver...ão, porque eu esqueço.

Tem quiche? Não. Truta ao molho de manga.
Truta ao molho de manga?olho de manga.
Com arroz sete
grãos.ocê já comeu todas essas coisas aí?
Não. <laughs> Tem escondidinho de carne seca.
disse que queria perguntar para ela onde ela mora?
É legal.nde você mora?h. Onde eu moro Eu moro no bairro do Jaguaré, na.
Como é que você faz para ir daqui para lá? mesmo?
Eu pego dois ônibus. Eu pego o e pego a perua da. Ou se não, eu pego Itaim Bibi e depois eu pego Anhangabaú.
Foi fácil aprender?
Foi, não foi difícil não. Não foi muito difícil não. Eu ligo para um cinco meia, né, que é fácil. Aí eu pego os ônibus e é fácil. Já peguei o jeito daqui. <laughs>
Você já tinha viajado antes para outro lugar? Antes de vir pra São Paulo?ão.

Foi sua primeira viagem?

Quanto tempo que durou essa viagem? De lá para cá você veio como?
Eu vim de avião.
Ah, de avião.

Foi, eu fiz pa, eh, fiz uma parada, mas foi rápido.
Foi a primeira vez que você andou de avião também?
Foi, para mim, foi a primeira vez.
Você ficou com medo?
Não, eu tinha muita vontade já. Tenho vontade de descer de paraquedas.
<laughs> Você tem vontade de descer de paraquedas também?. <laughs> que mais você muita vontade de fazer?
Criar uma cobra. <laughs>
É, só, não tenho...ocê tinha bicho lá também?
Tinha, tinha Sempre criei cachorro. Sempre criei, deixei um lá e tenho um aqui. Uma cadela aqui.h, sim.
Qual que é o nome dela?

O apelido dela que é Lili.
E você pretende criar uma cobra também?
Não, não pretendo não. Eu queria, mas... ocê já viu muita cobra?

Só... Em zoológicos.
Você já foi no zoológico aqui da cidade?

Não conheço nada.
E me fala, então, da, como é que é a igreja aqui que você... Como é que é? Você conheceu a igreja antes?
Eu venho já de uma família evangélica.
Ah, e daí aqui <coughs> você já, já conhecia mais ou menos?á.
A igreja.im, eu já conhecia.
E como é que é? Você vai com a família toda?
Geralmente eu vou. Eu, minha filha e meu esposo para igreja, assim.
Todo dia, não?
Não, todo dia não.
Que dia que vocês vão?
Eu vou no dia que eu posso ir. No dia que dá para eu ir, eu vou. Mas geralmente os dias que eu vou sempre é domingo. No domingo eu sempre vou.
Domingo de manhã?

ocê trabalha domingo de manhã?ão.
Nem, não trabalho no domingo. Não abre no domingo.

Sábado eu trabalho até onze horas da noite.
Segunda também?
Segunda Não, eu trabalho até quatro e meia.
O que mais você faz no domingo?
É, o dia que eu tenho para fazer minhas coisas, tudo que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer no domingo.

Dá um exemplo, assim.
Arrumar a casa toda. Botar todo mundo em ordem. Eu só tenho um domingo.
E televisão, você assiste?

O quê que você mais assiste na televisão?

Que horas que passa o Chaves?
Ah, passa de manhã. Sete horas da manhã.
onta, por que você gosta de assistir o Chaves?
Ah, não sei, porque eu... Ah, é engraçado, né? E o Pica-pau, sou forçada a assistir porque minha filha assiste.
O que mais?
Só? Ah, jornal, novela.
Você está acompanhando alguma?

Não tenho tempo também, não pego nenhuma. Porque, no caso, eu saio daqui quatro e meia, mas para chegar em minha casa eu levo uma hora e meia. Demora daqui para lá.
E que outros lugares você tem vontade de conhecer, assim? Da cidade, por exemplo.

Não sei. Queria conhecer o máximo que eu puder. Eu não sei, eu não conheço. Saberia dizer. Mas fora daqui, eu tenho vontade de conhecer a Disney.

levar a minha filha na
não conheço também, não. você quer perguntar alguma coisa?h, dá vontade de perguntar umas coisas assim, se você... tem, você tem medo de
De me enterrarem viva. De não morrer e me enterrarem.

E sonho?u, o sonho que eu tenho? Ah, eu tenho um sonho, meu, meu sonho não, objetivo de vida mesmo é... Antes de eu sair do, deixar o mundo, é deixar as coisas bem encaminhadas para minha filha, tipo uma casa boa, as coisas bem assim, uma facu, deixar ela já com a faculdade, assim, Deixar uma vida bem estabilizada para ela, porque a vida é tão, hoje em dia, é difícil. Então, o meus planos de vida é mais focado na minha filha.
E eh, uma curiosidade também que me deu é por que você frequenta eh, a igreja? O quê que te traz, assim?um, o que me, eh, na verdade...

Eu vim de família evangélica. Talvez se eu mudasse... Não sei, né? E aqui em São Paulo... Eu não tenho, eu vou para o mundo fazer o que? O mundo não oferece mais nada, né? Para a gente. O mundo está tão... As coisas que estão acontecendo no mundo estão tão horríveis que o melhor é ir para a igreja mesmo. Acho que o local que eu gosto, é uma coisa que eu gosto. E acho que um dos lo, um dos melhores locais que você tem para ir hoje, acho que seria em uma igreja.
Qual é a pior coisa do mundo?
A pior coisa do mundo é pai matando filho, filho matando pai.
E a melhor?
A melhor é você buscar a deus a cada dia.
E qual que é a coisa mais bonita que você já viu no mundo?
Minha filha.
E a mais feia, qual é?
A mais feia... Acho que até, assim, né? Não é nem uma, é as coisas que estão acontecendo no mundo, né?

O mundo, assim, está meio sem controle. Essas coisas mesmo que acontecem.
Você já fez muitos amigos aqui?

Fiz muitos, porque no curso eram quarenta pessoas. Então eu fiz umas amizades bem intensas. As amizades que eu fiz aqui foram bem intensas. Foram no curso e no trabalho.
Por quê que você diz intensas? Como é que foram essas amizades?
Intensas, assim, porque eu tive um contato mesmo. Foram três meses de amizade mesmo. Pessoas, assim, que, de trocar número de telefone, de gostar de você mesmo. Uma amizade, assim, bem forte mesmo. Que a gente diz assim, essa amizade eu quero ter para o resto da vida. Que legal.ão pessoas
anda vendo eles ainda assim?
Vejo sempre, sempre.

Antes de, ah, do curso acabar, a gente tinha desencontro toda segunda-feira. E agora, eh, vai ter a formatura, vamos nos ver. E todo mundo mora no bairro, geralmente mora bem próximo.
Ah, o quê que vocês fazem lá no bairro, assim, de se encontrar?u... Vocês sempre se, se cruzam?
Não, sempre se, nos cruzamos, sempre assim, um indo para o trabalho e o outro também. Mas assim, hoje em dia.

Você tem alguma história, assim, da sua vida, eh, alguma história que te marcou, uma história engraçada, alguma coisa que, que você poderia falar, nossa, essa é a, sabe? Um fato, assim?ue eu lembro, agora eu não estou lembrando, se eu...
lembrar eu falo, não lembro.

Uma coisa... Onde você passou esse último ano novo?
Em Salvador. Passei... Geralmente lá tem queima de fogos, né? No final do ano. Aí a gente vai para uma praia, e de uma praia dá para ver todas as queimas de fogos. Eu acho que a gente passou... O último foi na Boa Viagem. Aí na Barra tem queima de fogos e show. A noite toda.

De, de onde?
De tudo. Daniela Mercury, realmente ela que vai. Babado Novo.

Você gosta?

Mas você não vai mais?ão.o, no, no último?

Onde você passa o Ano Novo? Quer dizer, esse último, então esse último você não
passou lá?sse último Ano Novo eu passei só na praia, não próximo do, ao

Porque geralmente é a, tem várias praias, dá para ver. Aí você vai para um, para um local próximo e você vê essa queima de fogos. Geralmente, depois da queima de fogos, a gente vai passar com a nossa família.
E você disse que não, não vai mais no show porque você não gosta mais?
Eu sou

show evangélico. Tem show evangélico também.

Tem, sim.
Quais, quais? E também com...u ainda não fui.
Aqui não.
Ah, você, você ia lá?
Não, lá eu não ia. Quer dizer, ia eh, eh, para .as aqui tem?

Eu acho que aqui é mais.
Tem mais shows, quer dizer?
Eu acho que sim. Salvador é muita festa. Muita festa, sabe? Lá é focado em muita festa. O que mais tem em Salvador é isso.

Sempre tem um batuque lá e um batuque cá.

Aqui, aqui é você acha?
né? qui é... Muito trabalho.
E você acha que a cidade é mais bonita? A cidade é mais bonita?
A cidade daqui?
Qual que você acha mais bonita?
Salvador, né?
O quê que é mais bonito? E o quê que você acha mais bonito?
Talvez porque eu não tenho conhecido a daqui ainda. Talvez. Mas eu sou baiana, né? Tem que levar... Tem que puxar o saco, né? <laughs> Na verdade eu acho lá porque eu conheço lá, aqui eu não conheço ainda.
Mas o quê que você, o quê que lá era mais bonito? Eu não ser a praia, né?
A cidade mesmo... a praia e os pontos turísticos de lá são muito bonitos. Tem o elevador Lacerda, que eh, é lindo. É um elevador, assim, bem grande, né? Você sai da cidade alta, aí desce, aí você chega na cidade baixa, então dá para você ver muita coisa. Só acho que são uns três minutos descendo assim o elevador, por aí, dois, aí dá para você ver bastante. A cidade toda.
Nossa, é um elevador.
É um elevador, aí ele tem um espacinho que é vidro. Aí desce, aí em um certo momento dá para você ver a parte de baixo.
O que mais mesmo você tinha falado do pelourinho desse? Tem algum outro? Que você ia também?
Ponto turístico?
Que você gosta?
Tem várias coisas lá, lá tem muita coisa.
Aquelas igrejas, você, você, você frequenta, você ia nas igrejas?ual igreja? Tem umas igrejas antigas lá também, não tem?

Igreja de Sétimo Dia, esse negócio aí?
Acho que não sei agora. Que igrejas que tem lá?

Tem igreja assim, tem igrejas, tem, geralmente tem uma igreja no Pelourinho, não sei qual é. Não sei bem qual o nome dela, lá tem... tem, descendo o elevador, lá também tem um local lá que eu não recordo o nome agora. Mas tem um ponto turístico também, descendo o elevador. Porque assim, você passa pelo Pelourinho, que é, no caso, a Cidade Alta. Aí você desce o elevador Lacerda, é, já é dentro do Pelourinho também. Desce o elevador Lacerda e sai na Cidade Baixa, que são pontos turísticos também. Tem pontos turísticos, turísticos também.
Tem diferença Cidade Alta e Cidade Baixa, assim?

Só, só na E música? Como assim, música?ue música você gosta? Música assim. Você escutava muita música lá também? Aqui, não sei.
Lá eu escutava. Aqui eu escuto menos, aí eu, eu.. Aqui eu ouço Kleber Lucas. Som evangélico Kleber Lucas. Rose Nascimento. Geralmente é assim. Marcos Nascimento.

Ouviam... Ouvia o quê? Geralmente lá e eu ouvia muito Harmonia do Samba. Meu foco era mais Harmonia do Samba. Tinha tudo, tudo deles, tudo. Muitas fotos, trezentas, quinhentas, quatrocentas
fotos deles, assim.otos? E... cê-dê tã, discos também?
Discos também
Legal.

Só eles?
Ouvia..., eu gostava mais deles.
Show você também ia?

O quê que você acha da entrevista?
Eh, uh... É... Legal, mas... É um pouco... Sei lá, eu estou um pouco vergonhada. Mas é legal, né? Contar a his, a história de vida, assim, né? Às vezes, sei lá, dá para gente... É tipo um conselho, né? A gente dar, uma pessoa assistindo, é mais um conselho, assim, para algumas pessoas, né? Às vezes as pessoas querem fazer uma coisa e ouvem uma história e vai por outro caminho, né? Eu... Legal, acho legal.
Que história da sua vida você acha que daria um bom conselho?
Eu acho que pode esquecer um pouquinho o mundo e procurar mais Jesus, porque está chegando o fim dos tempos e está na hora, né? De a gente se acertar das pessoas e buscar mais a deus.
Mas um exemplo é esse, essa história da sua vida mesmo, né?
É, eu acho que sim.
O quê que você acha de... De contar. Quer dizer, de, de ter contado, né? A sua história. Você gostou?

Legal.
<laughs> Você faria de novo?
Faria, sim. Treinaria um pouquinho mais e faria.
Por que você acharia que treinaria um pouquinho mais?
Sei lá, porque às vezes eu es, eu esqueço muitas coisas. acho que tem coisas que eu esqueci.
Tem uma coisa que você lembrou agora?

Tem alguma coisa que você percebeu contando a sua história de vida?ercebi como? Eu não entendi.

mesmo? Só assim, né? Quando eu começo a falar essas coisas, eu esqueço. Ou lembro depois.
Você já viu os filmes na tê-vê?

Já vi filmes.

Na tê-vê, assim?

No cinema também?

O primeiro filme que eu fui foi no cinema, que no... E foi um grande, né? Que eu lembre. Foi o filme de Xuxa, que teve a participação da Harmonia do Samba, Popstar. Eu fui por causa disso. Eu esse, que ele era grande, eu lembro.
E o filme é bom?

Na época, na época era aconselhado para a minha idade. A idade que eu tinha? Não lembro qual.
Onde você foi ver o filme?
Foi em Salvador, num shopping. O nome do shopping não.
E aqui, que filme você vê? Você já viu também?

Não de cinema, mas, assim
de tê-vê também.u gosto de filme... Engraçado, eu só gosto de filme, de... Como é que chama? Eu esqueci.e comédia? De comédia. Gosto de filme de comédia.
Lembra de algum?

Eu lembro de um filme que eu assisti, que eu, não é de comédia, mas foi um filme do fundo do mar. Eu gostei muito. Tem muito tempo que eu assisti e eu gosto muito, gostei muito dele. Um de tubarão, assim, atacando as pessoas. Eu gosto de filme assim também, eu gosto.